Começamos sempre pelo o seu nome completo? Qual o seu nome completo Hum

Qual o local e a data de nascimento?

E sessenta e dois E qual o nome dos seus pais?

E os avós?

E dos avós?

Então, meus avós eh... Os avós... Maternos, né?
E os paternos? O meu

Naquela época, acho que era tudo assim, né? Era comum né Era comum

E qual a origem do nome da família?

Mas se se for ver de argentino, e de americano, não tem nada, eles só passaram por lá.

já não teve essa essa mistura, esse essa consequência né.
O senhor tem irmãos?
Tenho dois mais novos.

Nessa vamos entrar um pouco assim na tua Quero que você me conte um pouco como era a rua, o
Eu nasci no na mesma casa que eu morei até uns seis anos de idade né. Naquela época, como eu era também primeiro filho, eh foi parteira em casa e eu nasci nesse mesmo local. E ficamos lá até os seis anos, como essa casa era do meu avô. Qual era o bairro?

É o bairro que eu moro até hoje. Estou nesse bairro aí há quarenta e cinco anos. E daí, com seis anos, nós saímos dessa casa, que era do meu avô, e fomos morar numa outra casa, umas três ruas para baixo. Ficamos lá mais uns cinco anos. Foi quando o meu pai faleceu. Eu tinha dez anos. Meu pai faleceu muito jovem, com trinta e sete anos. E daí nós fomos morar junto com nossos avós maternos. De lá fiquei até os quinze anos, quando ficou pronta a nossa casa mesmo. Quinze anos eu Eu fui para minha casa, onde está a minha mãe até hoje, que é a nossa casa.
Como E que era essa primeira casa da descreve ela um pouco para a gente.

E então eu lembro de muitas árvores, a rua era de terra, Quintal grande, tinha duas jabuticabeira enorme lá, que a gente subia e apanhava as frutas. E eu lembro muito bem, a gente ficou lá seis anos, mas... Eu lembro como se fosse hoje. A casa ainda existe, tá do mesmo jeitinho, só que agora tudo pavimentado. Onde era aqueles campinhos, aqueles era tá tudo com casas né. É um bairro, inclusive, nobre. Naquela época que meus avós chegaram lá, tinha até onça né andando pela rua, macaco, essas coisas. Agora não.
E as Agora brincadeiras de infância como
Eu lembro que ali, aquela rua de terra, a criançada pegava umas pranchas de madeira e escorregava morro abaixo. Às vezes, aquelas cascas da da, daquelas folhas de palmeira, as criançadas sentavam em cima, desciam lá para baixo e e a gente catava cana. nos quintais ali, na na nos terrenos. Cana e ficava chupando cana, batia cana no poste assim <laughs> e e ficava chupando cana. E aquelas brincadeiras da terra toda né, era futebol, bolinha de gude, pião e aquelas coisas que se fazia há As crianças se divertiam bastante. Tinha espaço para isso, né? Não tinha perigo, não não tinha trânsito. Era diferente, né?
Como era o cotidiano da tua casa, o dia a dia? Nessa Nesse período nesse primeiro
Nesse período, o meu pai saía cedinho para trabalhar. Naquela época não existia metrô.

Então fazer esse trajeto de ônibus era bem longe. Então ele saía bem cedinho e voltava à noite. E A minha mãe saía cedo, deixava a gente na casa da avó, que era ali perto, A avó ficava com a gente. Ela dava aula no período da manhã, voltava e a tarde a gente ficava com ela. Era isso que, até a época que meu pai morreu, era assim, o cotidiano. Tá e
E quando você começou os seus estudos, como foi?
Como a minha família, da minha mãe né, elas, irmãs delas, são tudo professoras, elas tinham um uma escolinha infantil. Hoje é comum, qualquer criança com um aninho, dois, já tudo faz faz jardim, maternal, prézinho. Há anos atrás era difícil. E e Então eu lembro que quando eu entrei na escola oficial, mesmo com sete anos, eu já sabia ler e escrever, porque era uma das poucas crianças que eu tinha feito escolinha infantil. Porque era da família, né? Senão, era naquela época, também era inacessível esse tipo de coisa. Então, eu comecei já no primeiro ano da escola, escola estadual naquela época, era uma escola boa, nos anos sessenta. Né E foram oito anos, assim, até o oitava série, no mesmo colégio, que é o colégio mais antigo ali do bairro. Dali que eu mudei, porque ali não tinha cole eh colegial, né? Só tinha até oitava Série. Daí fui fazer numa outra escola.
Como que era essa escola aí, até oitava Série?
Olha, eh era um casarão, assim, antigo. To tinha um corredor, um corredor, assim, um assoalho no no meio e três salas de cada lado. Tinha um quintal lá no fundo, que era pátio, onde tinha uma mesa que fa fazia uma merenda. Para mim aquilo era tão grande, porque a gente corria tanto por lá, pensei que aquilo era gigante. Recentemente eu entrei lá, porque agora essa casa é um centro cultural lá do bairro. Cada sala assim tem ioga, na outra tem capoeira tal. Fui ver aquele quintal hoje e imagino como é que cabia as crianças lá, tão pequenininho que é. Quando a gente é pequeno, acho que tem uma visão maior do que a realidade, né? Foi legal ter visto.
E quais são as lembranças que você tem desse período escolar, as professoras, os colegas? Ah
Naquela época, as professoras eram bastante assim severa né. É eu lembro que se respeitava muito a professora. Então, também coincidiu. Eu comecei eu entrei no primeiro ano ali, era em Essa severidade tinha a ver também pelo período que o Brasil estava passando também, né? Que era o período da ditadura militar, assim, onde a gente chegava cedo na escola, formava a fila, como se fosse quartel, né? Formava aquelas filas, tocava o hino nacional, cantava o hino nacional, hasteava a bandeira, depois entrava todo mundo em fila, assim como se fosse soldadinho <laughs> mesmo, para as salas de aula. Eu lembro que uma coisa que não acontece hoje também, por exemplo, sete de setembro, quinze de novembro, esses feriados nacionais, quando cai num domingo, num sábado, as crianças, se é que tem algum tipo de comemoração, algum tipo de evento, fazem já na sexta. Naquela época, não. Sete Setembro, se caísse num domingo, tava todo mundo convocado para ir domingo lá, às oito da manhã. Daí chegava lá o padre, o o vereador, as pessoas mais assim faziam discurso, cantavam o hino nacional, hasteava a bandeira, daí tinha criança que fazia, apresentação, uma série de coisas, depois a gente ia embora. Isso aí era era sagrado. E uniforme, né? Que que na época, assim, era meia, três quartos, não podia estar abaixada, tinha que estar levantada. Eh Sapato preto, aquele uniforme da escola passadinho, direitinho. E na época, assim, da Semana da Pátria, assim, a gente usava uma fitinha verde e amarela no peito. Era diferente, bem diferente.
E hoje Você gostava da escola? Gostava.
Eh quer dizer, se perguntasse para mim na época, na hora de ir para a escola, eu ia falar que que pena, né? Que eu ia largar todas essas brincadeiras que eu citei agora para ir para a escola, mas hoje a gente lembra com saudade, né? Como é que a gente reclamava, né? Se chegava lá, era tão divertido, né? <laughs> Era tão interessante. Legal
Como Como que você acha que os estudos influenciaram na sua atividade profissional? Ou não foram bem os estudos? Eh
Não foram bem. Eu, se for ver, eu pulei um pouco assim de de galho em galho até encontrar, né? Eu fui aquela pessoa assim que logo já despertou na escola. Comecei fazendo na faculdade, já dizendo né, fazendo engenharia por influência, assim, do que o meu pai tinha sido. Eu Eu lembro dele desenhando, tendo aqueles objetos, compasso, régua, aquela coisa. Falei, queria fazer alguma coisa parecida o que ele fazia, então fui fazer engenharia. Com alguns anos, percebi que não era o que eu queria, não tinha talento para isso. Daí, passei completamente para o outro lado, para a área biológica, fui fazer educação física e entrei na área biológica da educação física. Comecei a a fazer pesquisa em treinamento de atletas. Era uma coisa que eu gostava de fazer. Enquanto enquanto durou, foi bom. É a minha formação hoje. Mas também não não é meu trabalho atual. No Hoje eu sou funcionário público, não tem nada a ver com a minha formação. Então aos quarenta
Isso é muito bom. <laughs> Mas me conta um pouco assim, voltando um pouco para a adolescência, me conta como eram os amigos, os passeios.
Na escola, nós era bem comum na época, todo mês tinha era uma excursão que falava. E as excursão nessa época assim eram bem ligadas aos temas. A gente ia no no no Museu do Ipiranga, que é todo mundo tinha que conhecer a história do Brasil. Aliás, hoje eu vejo que as crianças estudam em escola boa, particulares. E se você perguntar coisas básicas da história, por quem foi José Bonifácio, quem foi José de Anchieta, eles não sabem, né? E naquela época a gente sabia, porque a gente ia no museu, a gente eh... Todos os passeios da escola eram ligados às atividades curriculares, né? Não Não tinha, assim, o esses passeios que se fazem hoje. Ah, nós vamos lá para o campo, vamos para a praia, vamos... Era tudo ligado aos temas do currículo.
Você estava falando aí da da juventude, das crianças que tinham atividades extracurriculares, né?
É, exatamente. E essas atividades eram ligadas aos temas. Eu lembro que tinha uma época que era a Exposição do Exército era, anunciava muito na televisão, Expo-Ex, é Exposição do Exército. Então a gente ia lá ver tanque de guerra, ia ver as coisas do das forças armadas, era bem ligado a esses temas, assim os passeios que a gente fazia. Era museu de arte sacra, museu de piranga, museu... Olha, era bem pouco relacionado a lazer, era mais relacionado mesmo aos aos temas. A cultura, né? Exatamente.
Os temas curriculares E eram as coisas que você mais gostava de fazer? Ir a museus ou tinha outras atividades? Clube, cinema?
Tinha o clube. Tinha o clube ali no nosso bairro, que hoje os clubes estão bem assim decadentes por causa dos condomínios. Todo mundo, todo condomínio hoje tem uma quadrinha de futebol, tem a sauna, tem uma quadra de tênis, tem o sa salão de festa. Naquela época não tinha nada disso, então o clube era um lugar que todo mundo se encontrava e ia onde dava para praticar isso aí. A gente jogava bola no terrão, no campinho, com morro, com mato. Quando chegava no clube, lá tinha uma quadra, né tinha piscina. Isso aí era importante naquela época. Não tinha piscina em casa, piscina em condomínio. Isso não existia né na minha infância. Piscina mesmo era no clube só.
Você mencionou futebol né É e os esportes.
Esporte era bem dividido, tanto nas aulas de educação física na escola, como na rua. Os meninos jogava bolinha de gude, jogava futebol. As meninas jogava queimada e amarelinha. Era Não tinha, assim, um esporte para os para os para os dois. Era bem separado. As meninas faziam uma coisa, os meninos outra. <laughs>
E como que era a moda? Como que vocês se vestiam?
A moda, olha, na adolescência, você diz assim? Na é. É, a minha adolescência foi na naqueles anos então os anos setenta foi bem aqueles anos que chamava psicodélicos, né? Eh O movimento hippie estava adquirindo eh âmbito assim internacional, né? Exportado, né? dos Estados Unidos. Então eu lembro que era camisa colorida, calça, boca de sino e um sapatão alto assim, eh pla plataforma Plataforma para homem, um sapatão bem alto. Isso aí é o que os jovens usavam na época né. E as meninas As roupas que elas viam no no nos filmes de cinema, naquela época, era o o liga da twist, iê, iê, iê, esses gêneros também importados. Essa
E música, gêneros
Estava começando né... começando, não. Na minha juventude, estava terminando já a fase dos Beatles né. Eles se separaram em sessenta e nove, acredito. E E eh era a música forte da época e os festivais de música aqui que estavam acontecendo no Brasil eh de êMe Pê Bê, quando su surgiu esse... mais antigos, aí Chico Buarque, Caetano, eh Gilberto Gil, essa era a música que se ouvia, ou nacional ou internacional. Legal
E você quer contar um pouco da a primeira namorada?
Aquela época era era era mais difícil do que hoje né. As crianças hoje estão na escola, já todo mundo já tem a sua namoradinha. Aquela época assim era não eram tão espontâneas as coisas né quer dizer. Namorada mesmo, assim fomos ter já na na adolescência, já com Dezeseis que tenha marcado como primeira, namorada, coisa séria assim, era tudo coisa nada sério, nada esporádico.
Tem alguma história marcante da adolescência assim para contar? Ah
Tem várias coisas assim na adolescência. Eu lembro que eh eu estava no colégio e naquela época a gente tinha o o os grupinhos assim de quatro ou cinco mais ou menos parecido com aquele filme que teve do John Travolta, O esbalos de Sábado a Noite, que se usava a mesma jaqueta né, com o símbolo assim da da da turminha. Então a gente saía para os lugares assim vestidinho igual assim. Hoje quem vê isso aí pensa é uma coisa ridícula né. Mas era o <laughs> costume que a gente tinha na nesse final de anos setenta, comecinho dos anos oitenta. E a gente saía muito a pé. Assim era difícil ter um um garoto com dezesete anos ou dezoito que já tinha um carro. Eh Hoje é mais fácil, né? Um aí de dezesseis eu tenho uma moto, eu tenho um carro, eu tenho isso. Naquela época a gente saía a pé, saía de ônibus e fazia todas as coisas. Eu lembro que era acessível também. A gente ia assistir show de música no no é en bi. Hoje eu vejo que a molecada, qualquer show, qualquer coisa que tem que ver eh custa Reais não cabe não cabe no bolso de um de um jovem hoje. Esse tipo de coisa. E para nós a gente ia toda semana. Era uma coisa que a gente... Ou era barato ou a situação era diferente. Porque eu lembro que a gente, toda semana, tinha um evento assim para ir. Não era nada que ia que ia afetar o orçamento. Como hoje eu vejo um garoto para ir num estádio de futebol que cus cus que custa quinze reais, já fica difícil. Tem essa diferença.
E a sua esposa? Como que o senhor conheceu?
A minha esposa, a família dela e a minha são conhecidas. Como ela também é de uma família antiga do bairro e eu estou no mesmo bairro desde que eu nasci, as famílias eram conhecidas. E acabamos nos conhecendo assim. Ela tinha dezessete anos eu Nessa época aí, eu fazia pós-graduação, fazia atividade já pós. da universidade e ela ainda estava no no colégio. Eu lembro disso, que tinha essa diferença eh bem grande, assim, por causa da idade. Hoje já não sumiu esse tipo de coisa, né? Hoje eu tenho quarenta e quatro, ela tem trinta e quatro, já não aparece a coisa que aparecia. Se aproxima mais.
É, época E como que foi o noivado, o
É, nós, entre namoro e noivado, foram cinco anos. Porque quando eu conheci ela, eu tinha comprado um terreno. Eu queria um terreno ali no bairro. Né não queria morar em outro lugar, estava tão acostumado ali. E procurei, procurei, encontrei eh o terreno. Quando eu conheci ela, eu tinha um terreno só. Eu falei, eu preciso construir minha casa para a gente pensar Também quando ela tinha dezesete anos, a gente não tinha essa ideia, assim, vamos casar, assim. Eh Isso aí foi se desenvolvendo com o tempo. E daí, em três anos ali eu, aos pouquinhos, né? Construía um um mês, parava três, e assim foi. Durante três anos, pingadinho, eu terminei minha casa. Daí, quando nós fomos para casar, eh eu falei, agora a gente espera uns seis meses, junta um dinheirinho aí para fazer uma festa, alguma coisa. Só que eu fiz isso assim pensando nela, porque eu sou adverso à festa de casamento, vestido de noivo, aquelas entradas, aquela coreografia que se criou né para para casamento. Quando eu percebi que ela não também não gostava disso, não fazia questão, nós não fizemos absolutamente nada. Fomos no cartório, marcamos a data, assinamos os papéis e e fomos para casa. Foi isso que Foi bem simples, não teve nada de de especial. Foi em noventa e seis isso aí. Fomos no cartório, assinamos e casamos.
E como que é a vida de casado? Como o senhor descreveria hoje? <laughs>
Ah, ma é boa. Eu, como Acho que casei assim eh com uma idade um pouco mais avançada com com o que era comum na época né. Eu me casei com trinta e três anos né. Nessa época, todos os jovens, todas as pessoas, casavam com Então já não teve aqueles grandes sustos, aquelas grandes diferenças. Eu já estava bem amadurecido, já estava né sabendo o o que eu queria. Sem também aquela aqueles grandes traumas financeiros no começo. Temos que pagar aluguel, temos que fazer isso tudo. Já fomos para dentro da nossa casinha simples, mas própria. Então a gente pode dizer que casamento sossegado assim, sem sem grandes atropelos assim. Daí Dez anos. de casado quando veio o nosso bebê, né?
Então, conta a história aí desse, Ô filho.
No começo, de casado, a gente imaginava, né? Vamos ficar um uns dois anos, daí a gente pensa. em ter filho. Né Por dois anos não não fazia parte dos nossos planos. Quando começou a fazer parte, nós deparamos com um problema de... não dava certo né da minha esposa eh ficar grávida. E Depois de muito tratamento, muita muitas coisas que nós tentamos,

Ele está com um ano e meio hoje.
E como que é a experiência de ser pai?
É bem diferente. Eu imaginei que depois dos quarenta assim, nada fosse surpreender, nada fosse... Porque quando a gente ela estava grávida, a gente tinha imaginado uma menina. Era porque sempre ela porque sempre cuidou dessa parte de cabeleireira, dia da noiva, essas coisas ela tinha, assim. Eu acho que imaginava penteando o cabelinho, fazendo eh as coisinhas da menina, eu tinha essa ideia também. E daí quando nós descobrimos que que era um menino, quer dizer, rapidinho teve que se acostumar com essa nova ideia, né? E foi interessante que hoje várias coisas que ele faz, eu vejo que ele eh gosta de carrinho, gosta dessas coisas, bola, adora bola, essas coisas. E quando a gente vai no clube, quer dizer, se fosse uma menina já não ia ia ser diferente, né? Então a gente se acostumou com essa ideia também.
Você acha que mudou alguma coisa nas suas crenças? O fato de ter sido pai? Não. Mudou alguma coisa assim? Ou não
Não Não, eu acho que não mudou nada. Eh eh Realmente, quando você para para pensar eh na concepção em si, e de como aparece uma ema criança, isso aí é uma coisa que acho que ninguém tem uma explicação né. É um mistério para todo mundo. Então é realmente um milagre. No caso nosso, como ele também ficou dez anos, já estava até tirado esse problema. Não, não vamos mais pensar nisso. E a gente vê que realmente é um é um milagre. A natureza surpreende assim a cada dia, gente. Um milagre. Se a se a gente não acreditava em milagre até então, passamos a acreditar. Talvez essa foi a mudança mais mais significativa na crença né. Legal
Havia alguma pressão familiar para você seguir a carreira de engenheiro ou não?
Não. Era uma coisa interna mesmo. Como eh eu me espelhava assim no meu pai, e ele era dessa área de exatas, e eu queria. Queria fazer isso. Talvez se eu fosse fazer só desenho técnico, desenho industrial, teria ido bem, porque eu achei que até ne nessas matérias, assim, eu tinha esse talento. Mas em engenharia em si, eu percebi que não tinha talento para isso. Tinha só vontade, não tinha talento.
O que é que frustrou dessas suas expectativas? Porque você tinha muitas expectativas, né? O que mais te frustrou em relação à engenharia?
Olha, eu não era um bom aluno. Eu acho que quando você vai fazer ah ah até o o ensino médio, ensino o antigo colegial, hoje chama de ensino médio, né? Eh eh Tem o fundamental e o médio. Você luta para passar de ano, luta para para até o o ponto de fazer um cursinho, fazer uma faculdade. Agora, acho na faculdade, eu vejo como uma coisa que você tem que ir lá feliz e gostar de tudo e achar tudo maravilhoso. Eu tinha uma meia dúzia de matéria lá que me tirava do sério. Eu não gosto disso. Meu Deus do céu, hoje é dia que vai ter aquilo. Falei ai Então, então né é isso, né? Uma coisa que você não faz com com talento, com vontade, eh você tem medo daquilo, é uma coisa que não você não gosta. Eu acredito que não é isso que você quer fazer o re por toda a vida.
Conta um pouco essa transição aí de sair da engenharia. Ah e
Então, nessa época que eu fazia engenharia, eu entrei na faculdade muito cedo, tinha dezessete anos, eu era muito ligado à parte assim olímpica. Eu era ligado à à à modalidade que hoje o Brasil até que está muito bem, que é a ginástica artística. Então eu cheguei a ser atleta, isso aí a a trinta anos atrás, e técnico do da modalidade. Falei, eu vou fazer educação física, porque daí eu transferi, né, uma coisa que era um hobby, que era um lazer, tentei transferir para a parte profissional, assim, completamente fora. E por um tempo foi até bem. Me formei, fiz pós-graduação, fiz vários cursos técnicos, eh entrei na área de pesquisa de treinamento de atletas, eh cheguei a publicar vários trabalhos em simpósios, tenho vários trabalhos meus, estudos, pesquisas em anais de de congressos, de simpósios e revistas técnicas da da área.
Que tipo de atleta era, olímpico?
Ginástica Olímpica, Ginástica Olímpica antigamente tinha esse nome, Hã agora Agora é Ginástica Artística ah tá, que é essa modalidade que hoje o Brasil está indo muito bem no feminino, tem a Daiane dos Santos, tem a a Laís Souza, no masculino também tem o Diego Hipólito, hoje... há vinte anos atrás, nem sonhava que o Brasil ia poder, nessa nessa área, ter alguma. E eu fui um dos primeiros que pesquisei nessa área aí. Fiz vários trabalhos ligados à área de ginástica artística. Isso aí há muitos anos atrás.
Com quantos anos o senhor começou a trabalhar?
Assim que eu saí do do colégio e fui fazer a faculdade, eu fazia a faculdade à noite e comecei a a trabalhar. Eu acho que tinha uns dezoito, dezenove anos. E trabalhava de dia, estudava à noite. Quer dizer, aqueles primeiros empregos que a gente arrumava na época, era começa com o office boy, de office boy passa para para a área de vendas, sempre no comércio, nada ligado o certo seria né para o jovem. Hoje começa a estagiar na área né, mas naquela época eu tinha que trabalhar para pagar a faculdade, então não podia largar uma coisa, senão a outra não acontecia né Uhum, era mais ou menos assim.
Como que foi o primeiro dia de trabalho? O senhor lembra?
Ah, lembro. Eh Quando eu cheguei para para trabalhar, tinha vários ali que era para me ensinar o que tinha que fazer. Então, fiz um estágio assim em várias áreas para ver como é que funcionava as coisas. E achei interessante, né? Poxa, o trabalho né, daqui a um pouco você está ganhando o dinheiro. É uma coisa diferente
Né Qual que era o nome da empresa?

Eu lembro que era essa atividade. Foi o primeiro lugar que fui trabalhar.
Você já tinha uma expectativa da empresa antes de entrar?
Eu sabia que era uma empresa assim pequena e quando meus primos me chamaram para trabalhar lá, lógico, eles chamaram, mas assim não porque confiavam no meu trabalho. Tinha uma confiança em mim como pessoa, porque me conheciam por eu ser parente, mas com o tempo assim eu fui adquirindo meu espaço lá e fiquei vários anos lá, oito anos trabalhando com eles.
Foi mudando de cargos? Como que

fui mudando de cargos e só saí de lá mesmo quando eu me formei e daí fui dar aula na faculdade e tinha arrumado emprego de professor, porque eu tinha me formado professor né e professor de educação física, embora Eu nunca dei aula de Educação Física em si. Eu de dei a aula das matérias biológicas que tem dentro da uni da Faculdade de Educação Física.
Né Você chegou a dar aula na faculdade?

Em qual faculdade?

Foi a primeira faculdade que eu dei aula que eu fiquei mais tempo.

Inclusive era ali também que tinha um laboratório de aptidão física que hoje é muito famoso, que eu fazia parte também na no desenvolvimento de treinamento de atletas e aptidão
Voltando um pouco sobre o teu primeiro salário. Lembra do primeiro <laughs> salário o que Ah é que você fez com ele?
É, eu lembro. <laughs> Eu E interessante que, por exemplo, hoje eu imagino um rapaz que chega num primeiro emprego, vai trabalhar, ele não paga a mensalidade da faculdade dele. Eu tenho certeza. Nem sei que curso que ele vai fazer, nem sei qual a empresa que ele trabalha. Naquela época eu lembro que era uma empresa pequena, primeiro salário, eu pagava. A minha a minha faculdade, assim, e ainda sobrava um dinheirinho. Isso que é uma uma diferença também, uma coisa que eu achava interessante. É
E depois que o senhor saiu dessa empressa, você ficou oito anos lá. Fiquei. Aí como que foi a trajetória?
Então, daí eu por algum tempo fiquei nessa área de pesquisas, eh na área de aptidão física, na área de eh desenvolvimento de atletas eh. Até o começo dos anos noventa, foi aquela transição do de governo do Sarney para o Collor né. O O Sarney tinha uma lei que incentivava muito pesquisas. Eu lembro que tinha um órgão em Brasília, que era Capes, você pedia uma verba para uma pesquisa, pedia uma verba para um para um mestrado, para um para fazer um livro, ou fazer qualquer coisa, eh vinha essa verba. Então você eh eh era mais remunerado pela verba sua né de de pesquisa do que pelas aulas que você dava. E quando entrou o outro presidente, que cortou essa lei, assim, ele achou que não era mais prioridade, começou a a ficar ruim para quem gostava de pesquisa. Tinha que ou Ou voltava só para dar aula e esquecia essas outras coisas, ou largava de de vez assim, como foi o meu caso, que me desencantei com essa com essa área por causa disso. Talvez, se eu tivesse esperado um pouco mais, teria melhorado alguns anos depois. Mas, na época, eu eu larguei essa área aí e falei, não, agora eu vou arrumar um emprego, assim, que tenha uma estabilidade, um um um emprego público, aí vou prestar um concurso. e deixei um pouco os sonhos assim a aquela de lado né.
O senhor prestou concurso para o quê?
Eu prestei concurso no no Estado né, eu trabalho na Secretaria da Segurança, estou lá já há vários anos e e vamos aguardar as melhoras que estão prometendo para agora né. É com isso que eu tenho cuidado da minha família, da minha casa e tudo que eu faço fora disso daí, eu encaro assim como um um um lazer assim, uma filantropia. O meu trabalho Hoje eu separo assim o trabalho do lazer né, acho que já ficou tarde para eu fazer e viver só daquilo que eu gosto. Hoje eu tenho mulher, tenho filho, tenho casa, não dá mais para para ficar só sonhando igual eu fazia
O senhor tem aí um projeto de vida paralelo, né? Que é o
É, exatamente. Eu Conta um pouco desde o início <noise> assim <noise> <noise> Como eu já falei para vocês aí que a a minha mãe é professora e a família toda assim, minha família toda materna, minhas tias são professores, então as férias escolares minha, as férias que eu tinha na escola, coincidia com as férias da minha mãe.

Então ali eh apareceu o trem, a ferrovia que ia cortar o litoral sul até até lá embaixo para desenvolver o litoral sul. E

porque encontrou pedra ali né, no município encontrou pedra, pedreira, então tudo em volta para pedregulhar a ferrovia e para desenvolver o a.

Então ele pegou um desses projetos de casinha de madeira, pré umas casinhas pré-fabricada, e construiu, nos anos quarenta, um uma casinha lá. Então, a infância minha, eu lembro os melhores anos, o o que melhor acontecia eram as férias que eu passava.
Lá tá então, vamos retornar à minha história. <laughs>
Então, meu avô ele adquiriu uma casinha de madeira naqueles moldes que vinham lá pronto de Sorocaba, que era para os funcionários da pedreira trabalhar né na na instalação da linha de ferro, a estrada de ferro ali do do litoral sul. Então, essa casinha de madeira, onde minha mãe e as minhas tias passaram a infância, foi onde eu passei também os melhores tempos né da minha vida, porque a gente ficava as férias de julho inteirinha lá. Ficava lá dezembro, janeiro e fevereiro, quatro meses por ano eu passava lá. E naquela época, assim, além da praia só tinha mato lá, tinha índio que andava por lá. Os índios desciam o morro assim e passavam na porta de casa. E ali, sim, ali tinha eh a criançada que jogava futebol, tinha um rio.

Então, cada curvinha, cada rua terminava no rio, assim. A gente andava de barco, a gente pescava, eh catava aqueles camarões de água doce, assim, na lata, tuda coisa assim que hoje é completamente Não dá para imaginar fazer esse tipo de coisa, né? Mas a a infância minha foi toda lá. Eu lembro da cidade, assim, quando tinha uma ponte pênsil lá, a gente pulava da ponte para dentro do rio. Então, eu comecei a pensar, né vou escrever umas memórias sobre essa época, como que eram as coisas. E, através dessas memórias minhas, eu percebi que eu estava adquirindo bastante conhecimento assim de fatos históricos. ao entrevistar os moradores mais antigos, uns te arrumavam umas fotos. Eu comecei a resgatar fotos, histórias e falei, eu tenho material suficiente para escrever um livro sobre a cidade. Como era uma coisa assim inédita né, o município é um município pequeno.

Eu comecei a juntar tudo isso daí foi quando, no ano passado, teve um concurso da Secretaria de Estado da Cultura. Eles fizeram Era um é um programa que a que a Secretaria da Cultura fez, que era eh os escritores e seus leitores. Então, eles fizeram um concurso chamado Concurso História do Meu Bairro, História do Meu Então, eh eram vinte laudas que era para escrever era uma monografia né eh. Eu, como tinha já duzentas páginas escritas, falei, o mais difícil agora é eu condensar em vinte para participar desse concurso. E No final, a minha monografia ficou em segundo lugar. Foram quinhentos enviados, eu fiquei em segundo lugar. Então, com essa notoriedade que deu para o município, que é um município assim eh pequeno, como eu já falei, eu comecei a ficar mais conhecido ali na cidade, porque eu como não sou um morador, Eu tenho casa lá hoje né eh. Meu avô já vendeu aquela casinha lá da infância, mas eu não sosseguei enquanto eu não adquiri alguma coisa porque era lá que eu queria. Então eu comecei a ficar conhecido na cidade por causa disso.

Esse centro cultural ainda não está num espaço adequado, é uma casa antiga que a prefeitura adquiriu e quebraram algumas paredes por dentro assim, deram uma improvisada, vai ser uma espécie de museu. E vai ser a casa da memória né da cidade. E eu estou cuidando dessa parte histórica aí. E o meu livro está para sair também agora esse ano, então essas duas coisas é o que tem, é o que está me me ocupando ultimamente nos meus horários, que eu não estou trabalhando. É o que eu tenho feito Qual que é a expectativa Olha, eu no futuro eu gostaria que tivesse um espaço mais adequado, eu gostaria sim que tivesse, lógico, uma sala com computadores para para as próximas gerações né eh achar com facilidade tudo sobre a história. Se toda cidadezinha tivesse esse mini né arquivo, Eu acho que o Brasil ia estar sossegado quanto quanto a a o resgate da da história né, o resgate da da sua memória. Então, eu acre tem outros municípios maiores que já têm isso daí, acho que Santos, São Vicente. E a minha expectativa é que um dia a gente tenha um espaço assim amplo, onde as crianças chegam lá. Inclusive, tenham aula de história sobre o município, não tem o conhecimento hoje que exista esse essa matéria, história do município, que é para a pessoa se identificar o lugar onde ela mora, aprender a gostar e não ter essa dificuldade que eu tive de ter que muitas pessoas que eu entrevistei, muitas pessoas que que eu já não estão mais aqui. Então, se eu não tivesse escrito esse tipo de coisa, já era uma coisa que tinha se perdido. E se eu que eu tudo que eu juntei também, eu não colocar num papel, eu não publicar, também vai se perder. Né nós não somos eternos. Então, tanto o livro quanto a esse instituto histórico aí, eu acho que é importante né. É como se eu estivesse devolvendo assim, entre aspas, devolvendo alguma coisa para o lugar assim que me deu tanto. Quando eu era mais jovem assim, me deu tanto que eu acho que eu é uma retribuição né que eu. Eu não fiz isso assim pensando em nada político, não nem voto lá. Eu voto aqui em São Paulo, eu não tenho aspiração nenhuma nesse sentido. Eu eh É uma ligação afetiva mesmo.
O senhor acha importante, o conhecimento, o que é que vai mudar na vida das pessoas de conhecer mais a história do próprio bairro? Ah
Ah, eu acredito que, você percebe que tem alguns lugares que a pessoa assim é é mais apaixonada pelo lugar, assim, tem aquele orgulho. Você vê isso aí muito no Rio Grande do Sul, assim, o gaúcho, ele ele ele tem orgulho, assim, da da da da sua tradição, das suas coisas, da sua cidade. Eu pensei, assim, na minha cabeça, pensava que tomar chimarrão, assim, era coisa só daqueles boiadeiros, aqueles vaqueiros. Recentemente, assim, na universidade, eu vejo que pessoas jovens, Vem na sala de aula com a garrafa térmica assim e toma seu chimarrão. Isso é uma coisa que que não tem em outro lugar do Brasil e eles mantém isso daí. Eh No Nordeste também, em alguns lugares assim, você vê que que eles têm aquela tradição deles. E São Paulo é é São Paulo é é muito misturado. Assim eu acho que não tem uma... identidade própria, assim, o São Paulo. O São Paulo, você chega lá na Praça da Sé, você pega, a cada dez pessoas, você acha uma paulista. E na Zona Leste, idem. Eh Então, o São Paulo, ele é uma mistura, assim, né, de de todas as tradições. E eu acho que se a gente resgatar em cada município, assim, a sua, o seu modo de ser, no caso lá, o modo caiçara de ser, ou no interior também, São Paulo vai ter uma identidade também né, uma identidade que eu acho que que não tem né, por causa desse crescimento muito grande que se teve aqui. Eh Hoje as crianças ficam meio perdidas, assim não sabem o o que é que eles fazem, o que é que ele come, se isso aqui é uma comida daqui, se isso aqui não é, se essa música é daqui, se essa música não é né. Ele liga o rádio ele ouve tudo, menos O gaúcho, se ligar o rádio lá, toca música de todo lugar do mundo. Mas toca aquela música gaúcha lá também. Aqui não tem não tem uma música paulista, que eu saiba. Não tem uma comida paulista. Aqui a comida paulista é a comida italiana, árabe. Eh Então eu penso assim, está está faltando para as cidades paulistas resgatar a sua identidade.
E quais as grandes lições que o senhor tirou da sua vida?
Ah, eu vejo que por tudo que eu falei assim né da minha infância né, meu pai morreu muito jovem e tudo, então eh a minha expectativa sempre de futuro era que eu precisava construir um uma casa, eu precisava já casar tendo uma casa, eu precisava Eh era aquele instinto assim de sobrevivência, aquele instinto assim de eh eu não tenho né ninguém assim por mim. Eu preciso fazer as minhas coisas, eu preciso trabalhar não naquilo que eu gosto, eu preciso trabalhar naquilo que vai me me garantir futuramente. Então, tudo isso que eu fiz até agora Foi pensando... Tem coisa que a gente faz baseada na razão e tem coisa que a gente faz baseada na paixão né. Tudo que eu fiz até agora na minha vida foi ligado à razão né. E agora que eu descobri assim que eu tem algumas coisas eu eu posso né... Hoje eu me garanti esse direito de poder me dedicar a algumas coisas que eu gosto desintere dirisi eh ah sem sem ter que falar, ah, eu estou perdendo esse tempo, eu estou fazendo isso aqui, será que eu eu vou ganhar dinheiro com isso? Será que eu vou no futuro?

Pode até ser que aconteça né, mas não é esse o objetivo né. Né estou vendo que agora, depois dos quarenta, eu eu ve eu vejo que tem algumas coisas que pode me dar prazer assim sem nenhum outro interesse.
É um
É, é um recomeço.
E como você se sente em dar esse depoimento?
Ah, eu eu me sinto feliz pelo seguinte, eu fico imaginando né se existisse esse tipo de espaço, se existisse esse esse esse tipo de museu, esse tipo de coisa que nós estamos fazendo agora há quarenta, cinquenta anos atrás. Eu gostaria de hoje poder pegar um Dê Vê Dê, pegar uma fita e ver o meu bisavô falando como é que ele chegou de navio lá da Itália. Como é que ele chegou? Como é que era a vida dele? O que é que ele fazia? O que é que a mãe dele fazia? Eu acredito que daqui muitos anos alguém vai ter o interesse de de ouvir o que eu estou falando e as pessoas que vêm aqui. Eh É é uma coisa que nós temos hoje que nós temos que aproveitar né. Aproveitar essa essa oportunidade que não se tinha antes né. Aproveitar a tecnologia que amanhã isso aqui também vai estar obsoleto, mas o registro vai estar
Registro fica. <laughs> Isso Tá certo.

Eu que agradeço a